Projeto Memória dos Brasileiros, depoimento de, entrevistado por, eh, Juruti Velho, Muirapinima, vinte e quatro de abril de dois mil e dez, realização Museu da Pessoa, entrevista número eme bê agá vê... Cento e dezessete. Só, então está bom, só... Então, primeira coisa, eh, eu queria que você falasse o nome completo, o local e a data de nascimento.
Eu sou, né? Eh... Sou nascido em mil novecentos e e três, tenho trinta e oito anos, né? E moro aqui na... Distrito Vila Muirapinima, né? Uma das segundas maiores depois da cidade que é Juriti.
Queria que você falasse, sobre os seus pais, o nome deles e a atividade deles.
Eu sou o filho, né? De.

Também moradores, né? E, que nasceram, né? E que vivem aqui. Quer dizer, só a minha mãe que ainda vive, né? Meu pai já morreu ano passado. E somos descendentes dos índios mundurucus, que viveram aqui há oitocentos anos atrás. Então hoje eles estão no Alto Tapajós, perto de Santarém, entre Santarém e Itaituba, né? E somos descendentes deles.
E os avós, você conheceu, conhece?
Os avós, conheci, né? Conheci minha, minha avó, que o nome dela era. E o nome do meu avô, que era. Que era o mais, assim, tinha a carac característica mais indígena que nós hoje, né? Então, cada um, a minha avó viveu até os anos se, até setenta anos, né? O meu avô até Já morreram também. Mas tinham mais a, ah, mais, ah, o sangue índio mesmo, né, do que nós que já somos daí, né. mais aqui na frente Né? Mas a gente, eu tenho orgulho de ser, né, eh, descendente dos Mundurucus, que viveram aqui, né, que aqui onde a gente tá era a primeira capela deles, que fizeram, né, nesse local aqui.
E seus avós contavam histórias, alguma coisa que contavam para eles já ou eles não lembravam, não sabiam mais de nada?
Sim, não, eles contavam, né? Para a gente, que, a época que eles viveram aqui, né? Desde mil oitocentos e dezoito. Quando eles nasceram aqui numa comunida, num, numa cabeceira chamado. Cabeceira do Machado, né? Que está a dois quilômetros daqui. E contavam a história deles quando nasceram lá com, com os pais deles. E viveram lá. E depois vieram para cá, né? Para cá, que é a Vila Muirapinima, onde a gente está. E contavam muita história da, do, da cabanagem, né? Quando aconteceu. De uma, de uma epidemia que, né? Que aconteceu aqui, que matava muita gente. Segundo meus avós, que ele é dessa época, né? Eh... Que quando eles traziam dois para ser enterrado no cemitério que tem aqui, Quando eles voltavam, já tinha mais dois mortos, né? né? Lá no... Porque foi uma febre que até hoje a gente nunca descobriu que, como era o nome, né? Mas foi uma febre, foi uma epidemia muito grande que matou muita gente aqui na região, né? Aí eles contavam para nós, é? Que esse, essa, esse fato acontecido aqui na região, né? E que tinha, eh, pessoas que não conseguiam mais trazer para o cemitério, já eram enterrados lá. Pelo terreiro, que a gente chama, né? Nas cabeceiras. E que, assim... Em que hoje, assim, até um certo tempo, isso aqui era cheio de visão, né? Assim, de visagem que a gente chama, né? Pelo fato de muita gente ser enterrado fora do do cemitério aqui. né? Então, eh, a gente estima hoje que aqui no cemitério que a gente tem, tem gente enterrada uma por cima do outro, assim né? Porque não teve espaço, morreu muita gente. E também, logo depois disso, né? Ou, ou antes, eles contavam da, do, da época dos Cabanos, que tomaram o poder na força da arma, né? E eles contavam para a gente que, que eles tinham que ir correr para o mato, né? Para se esconder, porque o pessoal vinha mesmo e quem não que, queria ir com a, com a tropa era morto na hora, né? E aí eles tinham que cavar buraco na terra, lá dentro da floresta. Para fazer fogo, para fumaça, não sair para cima, né? Para, para ninguém descobrir onde eles estavam. Então, assim, eles sofreram muito, né? Para não ser morto e também não ir junto, né? Porque era um processo, assim, muito doloroso, porque dizimava a família, né? E aí viveram isso. E isso eles contavam para a gente e repassavam para a gente, né? Já agora, antes de morrer, Muita história, né? Uma história de, da época que não tinha canoa, por exemplo, né? Não tinha barco. eles remavam daqui para, no remo, né? Para comprar açúcar, café, lá em. Daqui de Juriti Velho ir lá em Óbidos. Passavam a semana baixando, e semana subindo... Eh, para Óbidos. E contavam isso, esses fatos que eles viveram, né? De que certo tempo eles diziam, né? Que, pô, que hoje está, está mais avançado, hoje já tem motor, hoje já tem... Eu ainda consegui, ainda, ir para Juruti remando, né? Êh, ir de canoa, eu mesmo com eles. Eu já achei muito longe, né? Remando com remo na canoa. Imagine daqui para Óbidos... Então assim, essas, esses fatos que eles viveram, eles passavam e contavam para a gente aqui no, no Juruti Velho.
Você foi muito remando ou foi alguma vez?
Não, fui duas vezes só com eles, né? Que me convidaram para ir daqui... A primeira vez, que ele se aposentou, né? Quando ele se aposentou, que... Há vinte anos atrás aqui, se aposentar significaria, significava, eh, acertar na loteria, né? Porque era uma ajuda, né? Do governo, né? E aí, ah, quando chegou a cartinha dele dizendo que estava, ele estava aposentado, né? No outro mês ele foi receber. E como não tinha barco, nós tivemos que ir de canoa. Eu, ãh, ele, a mu, a esposa dele, né? E o outra, outra filha dele, chamada. E é dois dias daqui para lá remando, né? Para Juriti, né? Mas a gente foi lá e voltou. Aí eu... Fiquei imaginando daqui para Óbidos, Santarém, Terra Santa, né? Parintins... É... longe.
E dorme aonde?
Dorme no, na, na beirada, né? Porque, né? Tem casa, né? Casa de comunitários. Aí, lá onde anoitece, pede agasalho. E na época que eu fui, a gente levou malhadeira, caniço, né? Porque aí ia pescando também. Tanto na baixada, quanto na, na subida.
perguntar para você, e seus pais, assim, como que era a convivência com eles? Falamos um pouco da seus avós, agora falar um pouco dos seus pais.
Bom, meus pais, né? Já são mais novos, né? Eh... A minha mãe hoje tem quarenta e oito anos. Assim, não sentiram mais essa, esse fato que meus avós, né? Eh, sentiram. Mas, assim, a vida deles também aqui foi de muita, muita luta, né? Para, assim... Trabalhando na roça, porque aqui a, a produção, né? E a cultura maior que oitenta E o meu pai sempre foi, eh, trabalhador rural, né? Trabalhou na agricultura familiar, plantando roça. Então, a mamãe, aí eu acho que em oitenta, né? Quando a gente, eles se mudaram para a ilha, a Ilha do Chaves, que fica do outro lado do Amazonas, para plantar, ajudar o irmão dela a colher juta. Mas passaram lá quatro, quatro anos, mais ou menos, Voltaram para cá de novo para continuar na agricultura, que era plantar roça. E meu pai, eh, era carpinteiro também, né? Aqui nessa comunidade, muitas casas que tem hoje, construídas de madeira, é obra dele, né? E passou para nós, né? Para mim, para os outros, para os outros irmãos que eu tenho, que nós somos doze, né? Eu sou já o terceiro. Os dois mais velhos que já morreram. E passou para nós muita coisa. Ser forte, né? Não se deixar bater por qualquer coisa, né? Ser honesto, né? Ser sincero com as pessoas, com os amigos. E lutar pela melhoria da qualidade de vida de cada um. Ser solidário com todo mundo. E isso ele ensinou e a mamãe até hoje ensina, né? Que a gente tem que ter essa, essa forma e esse, esse caminho.
Pai, eh, faleceu do quê?
Meu pai faleceu ano passado, né? Eh... Aliás, ano retrasado ele.... Como ele também gostava muito de uma birita e fumava muito, ele teve problema de coração. E aí nós conseguimos encaminhar ele para Manaus, né? Porque ele tem uma irmã lá. E a história do meu pai, antes ele morrer, é, eh, assim, é muito dolorido também, porque ele sofreu muito, né? Porque ele precisou de um transplante de coração. Aí ele passou lá em Manaus um ano, né? E... Esperando, né? E teve muita sorte. Porque depois de um ano ele lá na casa da minha tia em Manaus, esperando, né? Tava na fila. E aí ele conseguiu, de São Paulo, um transplante. Como veio, estava vindo para Manaus, lá pelo Hospital Beneficente Portuguesa, uma equipe de São Paulo, né? Para fazer esse trabalho, o meu pai estava, estava na lista para isso, né? E aí ele teve que trocar, fazer um transplante de coração. Mas a parte mais, mais dolorida mesmo, foi quando eu, né? Que sou o filho mais velho, né? Fui chamado para ir para Manaus para assinar um documento de responsabilidade para poder os médicos operarem, porque segundo os médicos, eles não, ele não tinha condição mais de aguentar a operação, né? Aí o outro meu irmão, chamado, né? Que estava com ele lá, e a minha tia, eh, disseram para os médicos que, eh, eles não tinham coragem de assinar o papel. para poder os médicos... Porque os médicos diziam que ele ia morrer na operação. Já não... Estava muito fraco. E eu fui daqui, como o filho mais velho, para... Representando os outros que estavam aqui. Mas, assim, eu passei a noite, uma noite inteira, pensando, para ver se assinava ou se não assinava. Porque se eu assinasse e ele morresse, né? Eu me sentiria muito culpado de... Pô, eu assinei a própria morte do meu pai, para mim ficou assim... O certo é que, de madrugada, Resolvi dizer para minha tia que eu ia assinar. E assinei mesmo E dois dias depois o meu pai foi operado. E conseguiu resistir, né? Esse transplante. Ficou lá recuperando, depois veio para cá. E... E ainda viveu aqui um ano e meio com, com o transplante, né? E um belo dia lá na, na, lá em casa, ele trabalhando, né? Plainando pau. Para fazer banco, esse que a gente senta, né?hum. Ele se, sofreu um infarto. Caiu lá e quando o pessoal correu para acudir, né? Ele já estava... Eh... Cortou a voz, né? E aí levaram para Juruti. Três dias depois, lá no hospital de Juruti, ele veio a falecer. Então, assim, ele morreu, né? De problema de coração, já com outro transplante. Mas ensinou para a gente que, que ser forte é muito bom, né? Isso a gente herdou dele.
E os irmãos? Como é que é o, era a convivência quando vocês eram pequenos?
Bom, os irmãos, a gente, eu, os outros, né, que eu, entre os dois que eu já disse, né, que também morreram, eu sou o mais velho, né. Mas foi difícil, a, assim, a, o, porque com doze, com doze anos, né, eu já tinha que, que ajudar meu pai a sustentar. Sim, dizer para os, para os meus colegas hoje, né? Assim, êh... Eu não soube o que foi infância, né? Nem adolescência, nem juventude. Como hoje eu tenho quatro filhos, né? Estou separado, né? Mas todos eles souberam o que foi infância, adolescência e juventude. A mais velha tem dezesseis anos, a outra tem treze, né? E a última tem... Mas eu, na época do meu pai, eu e muitos, né? Outros colegas também não souberam o que foi isso, porque... Quando eu tinha doze anos, eu já tinha que ajudar. O papai ia sustentar na casa. E aí todo dia eu tinha que sair para o mato para derrubar um pau chamado Marupá. Partir ele, né? Igual quando se parte lenha para fazer fogo. E depois esquadrejar com o teçado assim, né? Fazer ele quadrado. para atorar com a serra de, de vinte e dois centímetros. Depois, plainar com o plaino manual para fazer banco para a gente vender. E aí, uh, o meu, como meu pai era carpinteiro, ele me ensinou a fazer, né? Já com doze anos, eu já sabia fazer banco, o mocho que a gente senta, né? Então, essa responsabilidade, caberia eu fazer, eh, aí, por semana, quarenta bancos desses, colocar numa canoa e sair vendendo nas comunidades, trocando por farinha, né? Aí essa farinha a gente pegava no final de semana, no sábado, e vendia no comércio, trocava por mercadoria, né? Então, assim, né? Eu costumo dizer que eu não.. Num teve a infância, a adolescência que meus filhos têm hoje, né? Que é uma liberdade total, né? Eu tenho quatro filhos hoje, mas tudo que eu faço É para vestir e educar, né? Uh, uhm, sem, sem qualquer problema, sem estar tendo, eh, dificuldade de que tem que ajudar a família, né? A minha filha tem dezesseis anos e ainda não soube o que foi, por exemplo, carregar um paneiro de mandioca, coisa assim, para se preocupar. Diria que nem sabe o quanto custa um quilo de açúcar. Porque dorme até nove horas da manhã, né? E tem que chamar para ir para a escola à tarde. Eu não soube o que foi isso, né? O outro, os outros meu, meus irmãos também., né? O papai era, era assim, era muito bom na flecha, né? Que... Fiz doze filhos aí E era um, assim, atrás do outro, né? E eu... Eu sou o mais velho, depois, dois anos depois vem outro, né? E, assim... Então, tenho uma irmã chamada, que, que mora em Manaus, que não cresceu mais de um metro e meio. De tanto carregar as, as criançadas, né?um.orque aí... O papai e a mamãe davam a responsabilidade para vigiar os menores. Mas assim a gente conseguiu. né? O meu irmão conseguiu se formar professor, né? Aqui na comunidade. O outro também conseguiu se formar em professor. Uma também. Então são três que têm uma formatura de, de, de professor, né? Eu não consegui, parei, porque eu optei, né? Eu não sei, eh, assim, eh, co... Eh, juntar as duas coisas, né? Ou eu faço ou eu não faço. Mas eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu fiz até a oitava série. E... E, uh, o outro irmão, o mais criança, que eu, que tem, hoje, dezenove anos, está estudando ainda, né? Então foi... Aí, na época, foi difícil, né? Porque não tinha trabalho, não tinha a, né? E a gente e o meu pai com... Principalmente o meu pai, né? Ele era assim, meio carrasco. Não gostava que a gente estivesse na rua, não gostava que a gente estivesse na casa do vizinho, né? Tinha que procurar o... Que fazer alguma coisa. E, na época, né? Não tinha escola, né? Aí, eu, quando eu completei a quinta série, eh, o papai não teve condição de me mandar para fora, né? E eu tive que ficar aqui. Eu, com dezessete anos, eu formei uma família aqui, aqui na comunidade, né? Então, eu me juntei com umas, com uma moça chamada, né? E aí... Até ano passado, a gente tava junto, né?
Mas é que, eu quero entender um pouco. Essa... Voltar um pouquinho de novo ainda. Você disse que não teve, eh, essa coisa de não ter infância e tal, mas com, ah, com seus, com os irmãos era boa a convivência,

Como é, como é que funcionava ?ão...
a rotina?h, a convivência entre nós era muito boa, né? Porque, assim, meu pai era muito... Tinha muita disciplina. né? Ele não gostava que a gente brigasse, né? Então, aquele jeito dele de ele dizer, olha, se vocês brigarem vocês vão apanhar, fazia com que a gente não brigasse, né? Fazia com que a gente fosse solidário entre os, os irmãos, né? E até hoje, fora disso, né? A gente é muito solidário com, com o nosso povo, né? Então, essa convivência entre nós era muito boa. Não era bom isso, porque uh, o papai e a mamãe nunca tiveram uma conversa para, eh, hum, eh, assim, não construir muitos filhos, né? Então não dava tempo para o, para o outro, né? Quando já tinha um no braço, a mamãe já estava grávida. Né? Então dificultava, eu acho, que o crescimento da, dos outros irmãos, né? Então eu, por exemplo, que sou o mais velho, com doze anos eu tinha que dar conta de alguma coisa lá com eles, né? Eles saíam para a roça para pescar e tudo mais. Então a convivência entre nós de irmão com irmão é muito boa, né? Eh... Até porque meu pai era muito severo mesmo.
E como era Juruti Velho, a aquela, a Vila Muirapinima na sua infância?
A Vila Muirapinima na, eh, na minha infância, né? Não tinha o que tem hoje. Não tinha esse ca, calçadão que tem hoje, né? Não tinha essas ruas, com o calçamento que tem hoje, né? Não tinha um bairro novo que tem ali para trás. Não tinha energia. Eh... Tinha ainda, era lamparina, que a gente chama, que é, é diesel colocado dentro de uma lata, né? E feito um morrão com pavio. E a gente usava na, na, na casa da gente, né? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada, né? Várias ruas aqui, eram um mato alto, né? Só o caminho mesmo. Eh... Tem um bairro aqui que se chama Urubuzal, por causa que tinha uma grande, eh, seringueira e os urubus dormiam lá, né? Aí chamaram o bairro de Urubuzal. Então, assim, aquela rua lá embaixo a gente tinha que passar por baixo de um grande, que tinha de uma família lá, não tinha rua. Não tinha As casas que se tem hoje, né? Eram poucas casas, não tinha... Então era, tinha pouca coisa, né? Aqui na, na, aqui na Vila Muirapinim, né? Então era, tinha pouca coisa, né? Aqui na, na, aqui na Vila Muirapinim, né? E na região, não tinha comunidades ainda, né? Hoje tem várias comunidades que foram fundadas já.

Quando vocês não eram pequenos, vocês tinham, um, assim, um sonho. Um sonho de... Sabe aquele sonho de infância, quero ser quando crescer, tal coisa.

O que que era?
Bom, quando eu comecei a estudar, né? Eu, assim, a minha história de luta é, é assim, meio complicada, né? eu te contar, ela é... Mas assim, quando eu comecei a estudar, né? Que eu vim a primeira vez para o colégio, para a escola, né? Porque não, a gente não tinha esse colégio que a gente tem hoje, jamais. Já melhor um pouco, né? Também era... Não era colégio, era um barracão, né? Com uma parede, assim, de tábua. Não tinha cadeira, era sentado no pedaço de pau serrado, assim, né? E a professora lá ia... Uh... Uma lousa, que não é essa lousa ainda que... Que tem uma que se escreve com pincel, né? E tem uma que se, se escreve aqui ainda com giz. Era uma, uma... Seis tábuas pregadas num pedaço de ripa. E a professora escrevia lá, né?

O sonho sempre que eu tive foi me formar em Direito, né? Eu dizia que eu ia estudar para ser um advogado, né? E... Mas não consegui, porque eu parei na oitava série, né? Fiz ainda um curso lá em, né? De Direito. Mas não, não consegui, porque com dezessete anos eu formei uma família, né? E aí eu... Apareceram os filhos, né? E eu tive que dizer: não, eu tenho que parar. Tenho que parar agora para, para, para esses quatro filhos estudarem, né? E a também, na época, estava estudando. Ainda está estudando, né? Mas a vontade mesmo era me formar em Direito, né? E se tornar um advogado para... E, eu, sempre pensando, eh, ficar aqui. Nunca pensei em sair fora daqui, né? Porque, eh, já aí nos doze anos, quinze anos, quando eu completei dezesseis, eu já criei uma ideia de que alguém daqui tinha que... que lutar por aqui. Porque a gente tem, a gente tem filhos daqui, que é... Advogado, que é médico, mas estão todos fora, ninguém quer vir para cá.
Mas como é que surgiu essa consciência, você sabe?

Vem, da onde que ela veio isso aí? De onde é que surge?
Olha, eu.... Assim, eh, eu acho que, acho que foi a, uh, o divino, a divindade, né? Porque às vezes eu... Para quem conhece a minha história aqui, acha que eu fui um, uma pessoa convertida. Porque olha só a minha história. Depois eu cresci, né? Meus pais, era, eram muito pê-eme-dê-bê. Porque aqui na, na região o que você tem é pê-tê e pê-eme-dê-bê. São os dois partidos mais fortes, né? Hoje o pê-tê aqui é maioria, sessenta por cento é petista aqui na região, né?

Meus pais eram muito do pê-eme-dê-bê, e eu, como eu vivi lá com eles, né? Eu... Eu também, hum, eh, coloquei na cabeça que eu tinha que ser do pê-eme-dê

Aos doze, né? Doze, quinze anos, eu já, já, assim, militava, né? Como pê-eme-dê-bista aqui. Dizendo que o Jader Barbalho era um bom candidato. E fazendo isso que a gente faz aqui, né? E aí eu comecei a fazer isso, né? Só que eu nunca tinha saído daqui, da vila. Mas a igreja, né? Os outros, já estavam aqui. E sempre mandava pessoas para fora, para fazer curso. e política e tudo mais, né? Então eu era muito pê-eme-dê-bista. E aí, um, um belo dia eu cheguei a carregar o ex-prefeito chamado... Eh, em e oito, quando ele ganhou, né? Do, de um outro candidato do pê-tê chamado. Eu e meu pai fizemos uma cadeirona de madeira, pintamos tudo de pê-eme-dê-bê.
O era petista?
Era petista. E o... E aí quando arrumou a lancha, levaram lá na boca, nós saímos na carreira de lá, para carregar o prefeito, né? Essa praia aí, ela dá mais ou menos quinhentos metros só de praia, daí da, do cacho para a beira. O cara nem pisou na areia. E nós carregamos, deixamos ele... Tinha duas mangueiras que não tem mais hoje. Mas mesmo já, assim, eu sendo do pê-tê, eu sendo do pê-eme-dê-bê, mas eu fazia trabalho de fiscal para pê-tê. Mas o meu trabalho era muito sério. Mesmo eu, eu votando no candidato do pê-eme-dê-bê. E aí o pessoal do pê-tê me chamava. Pô, tu não quer ser fiscal na eleição nossa aqui do pê-tê? Eu vou. E comprava briga no dia das eleições com pê-eme-dê-bista, né? De, assim... E fazer o meu papel de fiscal. Fiscalizar a eleição lá na hora e tudo mais. Então, aí quando foi um belo dia, eu, eu... Aqui na igreja, né, a irmã, eh, me chamou. Antes disso, né? Eu... O senhor, aqui, chamado, pô, eu briguei muito com ele. Porque lá eu acho que em setenta e cinco, por aí, ou setenta e oito, não vou, não estou lembrado agora, oitenta e cinco, chegou a primeira televisão aqui. O prefeito... Ele governou esse município doze anos, o. Essa região todinha aqui era pê-eme-dê-bista, que ele chamava curral eleitoral dele. E a gente não tem muita noção. Eh... Tá, nós somos... Ele. É curral dele, então, né? Ele falava isso quando ele vinha aqui, né? E aí eu estava aí, a irmã, ah, uh... Um dia, né? A... Chegou a primeira televisão. A Rainha da Sucata. A novela, né? Estava aí. Aí todo, todos nós daqui baixava lá para a sede para assistir a Rainha da Sucata. Aí lá enchia de gente, né? Assistindo a Rainha da Sucata. Aí veio aqui, porque aqui é muito, muito católico, né? Aí veio a Semana Santa. Sexta-feira da Paixão eu estava lá.gyuhjiokpl´ Tinha mais gente lá do que aqui na capela. Tinha mais gente na Rainha da Sucata do que aqui na igreja. Pô, aí o beirão ele tá até aqui, né? E foi lá pedir para desligar a televisão para o pessoal vir para a igreja, né? Aí eu disse para ele, disse, olha, quem reza, reza e quem assiste televisão, assiste. Nós lá, ele veio embora e nós não ligamos, não desligamos a televisão. Passado um mês, depois, eu vim na igreja. Aí, a... Terminou a missa, né? Aí, a irmã me chamou. Ela perguntou para mim se eu não queria coordenar um grupo de famílias aqui, né? Aí eu... Eu era, sempre fui disposto, né? Disse que eu queria. Mas então você vai coordenar um grupo de famílias aqui com, com seu pai, sua mãe. Eram mais ou menos dezesseis famílias. Lá ali onde eu moro. Para fazer o quê? Para coordenar essas famílias. Para dar curso de, de liturgia, né? E tudo mais... Um... Acho que um mês depois, um padre chamado padre, chegou para cá, né? Por desordem, num, não cumpriu a ordem do bispo e ele veio embora para cá. Aí passou aqui um ano mais ou menos. Aí ele teve a ideia de fundar um conselho comunitário aqui, né? Aí fiz a reunião lá no, ali no bairro do Alegre, num centro de formação que a gente tem hoje. E eu fui na reunião. Isso um mês depois, eu acho. Aí lá no negócio de escolhe a função, eles me escolheram para ser secretário da do conselho, né? Aí eu topei também. Passados dois meses depois, ah, uh, tinha, a igreja precisava mandar gente para fazer um curso. De Fé e Política em Óbidos. Aí eu fui o primeiro a ser apontado. Porque eu estava, hum, assim, novo, né? Bem... Com disposição mesmo, aí eu fui. Aí eu passei quinze dias lá em Óbidos, no seminário. No curso de Fé e Política, onde fala de tudo, né? Política... Rapaz, quando eu vim de lá, êh, eu vim de lá com a decisão, dizendo o seguinte, eu vou ser do pê-tê a partir de hoje. Porque, né? As ideias do pê-tê antes, né? Eram muito interessantes, né? Melhor do que do pê-eme-dê-bê, né? E, uh, as pessoas estão no pê-tê. Quando eu cheguei lá em casa, que eu lá, eu disse para o meu pai e para minha mãe. Papai, a partir de hoje eu vou ser do pê-tê. Sabe o que eles disseram? Então você arruma sua bolsa e sai debaixo da minha casa. Porque aqui nós não queremos comunistas, nós não queremos pessoas que tomam a terra, não queremos pessoas que comem crianças. Porque aqui o pê-tê era visto assim. que o Lula matava a gente, comia a criança, tomava a mulher dos outros. Aí eu comprei a briga com ele, né? Só que eu tava solteiro, né? Mas aí foi, foi, eu fui Aí daí eu virei pê-tê mesmo, né? Então... As, aí nessa his... Nessa história aí, as pessoas acham, e eu também, que foi uma conversão de Deus né? Uma coisa assim. Porque a ideia que eu tinha lá atrás, de chegar a carregar um prefeito na cadeira, eu fazer tudo isso, e um ano depois eu, eu ter que mudar de rumo e, e, e brigar mesmo, vai ser pref... Ou... Porque hoje a gente tá assim, vai ser prefeito do pê-tê, do pê-eme-dê-bê, é... É porrada mesmo. E aí é interessante, né? Aí, na época, eu conheci a minha esposa, que é a hoje, ela era do pê-éfe-éle, quer dizer, nós travamos uma, um pé de briga bem aí embaixo, que eu bati nela, né? A gente não tinha nada, ela era solteira também, né? Só que a, a família dela era do pê-éfe-éle, né? E a gente era já do pê-tê. Não, a gente era do pê-eme-dê-bê ainda. E aí o pê-eme-dê-bê estava fazendo um comício, o pessoal do pê-éfe-éle foi lá querer bagunçar e trançamos na porrada. A minha família, a família dela. Um ano depois a gente estava namorando e se, se juntamos.
Ãh, como é que chegou aí? Tre... Como é que foi esse período de transição? <laughs> O que aconteceu?
Aí eu... Tá, passado isso, né? Aí... Porque aqui é assim, quando começa o período da campanha, né?hum. Aí todo mundo defende sua camisa, aí, mas depois que passa, todo mundo se junta, né? Mas nesse período aí de campanha... Eu, eu era solteiro, né? Ia passando bem lá, assim, numa, num, num, naquela rua lá de baixo, e tem um local lá chamado Lua, que não tem mais hoje, né? Mas era um local de dança, onde todo o pessoal ia para lá, era o único local que, que tinha, né? Aí eu ia passando lá, eu acho que umas nove horas da noite, ela estava sentada lá, só ela, E aí, como ela estava sentada lá, só ela, aí... Eu me aproximei dela, hãn? Ela era solteira. E lá, eu fiquei lá, conversando com ela, hãn? E depois da uma conversa, eu dei uma cantada nela, né? Ela disse que ia, que ia pensar, né? E que ia me, ia me dar uma resposta. E, eu acho que passado, dias depois, né? Eu tornei a procurar ela e ela disse que topava. E A gente se... Começou a namorar, né? Passamos, eu acho, uns seis meses namorando. Depois, seis meses depois, apareceu a primeira gravidez, o nome dela, né? Mas, assim, isso tudo depois de acontecer isso, né? De a gente brigar por causa da polí, da, da, dos partidos, né? Então, assim, acho que essas coisas vêm realmente de Deus, né? Da... Da divina que, que disse, não, esse rapaz aqui serve para alguma coisa, né? E aí, para quem me conhece, que aqui, a, a maioria desses mais velhos me conhece, né? sabe a luta que a gente faz aqui. Eh, assim interessante, né? Porque a gente hoje num, num, não leva desaforo para casa, seja lá com quem for. Partido, são, são.. Eu sou petista, né? Mas não sou puxa-saco. Eh, eh... Prefeito para lá e movimento para cá. Na hora que tem que bater palma, a gente bate, mas na hora que tem que chutar o pau da barraca, a gente chuta mesmo.
Queria entender, eh, você entrou no pê-tê, então, você começa a se filiar ao pê-tê, muda o partido. E aí, quais são as suas primeiras ações lá dentro? O que você começa a fazer? Como é que começa a acontecer, assim, a sua vida política?
Bom, assim, Quan, aí tá, aí depois eu entrei, me filiei, né, porque eu sou filiado também, e comecei a participar do partido lá dentro, né? Essa, essa, essa ideia que a gente tem aqui, foi tentar depois, né? Porque até, até um certo tempo, O pê-tê realmente defendia uma ideologia do coletivo, né Da, da verdadeira democracia. De um certo tempo para cá, uh, o pê-tê se tornou um grupo de famílias. E a gente foi, eh, para lá para combater isso, né? Porque assim, o nosso, nosso movimento e a nossa política partidária aqui é local. Não é um, não é uma política e um movimento para uma família ou para um grupo se dar bem. Mas é uma política partidária e é um movimento para que a coletividade se dê bem. E a gente vem combatendo isso dentro do pê-tè hoje que tem. Então, assim, o pê-tê é divididos, de tendências, cheio de tendências, né? E aí, a tendência mais forte tem a prioridade de fazer mais, né? E a gente vem, vem combatendo isso dentro do pê-tê, né? Então, a gente quer que seja um pê-tê de cinco anos atrás, quando... Assim como quando não estava no poder, né? Todo mundo... Por exemplo, eu, eu lembro que antes para escolher um candidato pelo pê-tê, pelo menos aqui, municipal, reunia as, os filiados, né? E se tinha cinco nomes, levava para discussão e saia um. Hoje não. Hoje é o fulano aponta e passa o rolo por cima e vai ser candidato mesmo. Eh.. Estamos combatendo isso dentro do Porque aqui a nossa política é diferente, aqui na co, na região. E o movimento também é diferente, de toda discussão que você tem hoje a nível de cidade e dentro do pê-tê.
(música alta)ntão, mas, eu quero... Né? Voltando, assim, mais detalhes mesmo, eh, quais foram as primeiras ações que você foi participando com a igreja? Como foi esse começo de vida política e de luta? Assim, quero que você conte um pouquinho, assim.ou apre, tá, e... Aí...
Depois já, de te uma, assim, mentalidade mais avançada, né? Uma visão mais, mais longe, Eu achei que a gente deveria organizar o povo aqui dentro. Porque estava muito, né? Não só eu, como as irmãs e outros, né? Mas a primeira coisa veio, pô, a gente precisa fazer alguma coisa para... Para defender a nossa região. Contra os madeireiros, contra os, né? Contra... Na época não tinha minerador. Contra os grandes fazendeiros que se tinha aqui dentro, né? E começamos a fazer, né? Com as irmãs. começava a fazer reuniões nas comunidades, né? Dizer que a gente precisava fazer isso. E ela, antes de, de eu estar, ela já vinham, eh, pregando, né? Uma, um, uma mensagem de que a, a gente tinha que, que lutar para que essas terras fossem legalizadas, né?hum. Então isso incentivou também já eu, do, aqui, dos dezesseis anos para cá, né? Que se tinha que fazer alguma coisa. E a primeira, passado os tempos, a primeira... Embate nosso, Foi com os, com a empresa, lá de Belém, em noventa e nove, né? Dezoito de dezembro de e nove. Então, todo final de semana saía jangadas e jangadas de madeira. Uma madeira chamado, eh, Amapá, da do Brasil, lá de, de Belém, né? Quer dizer, do Japão, mas de Belém ia embora. E, assim, esse foi o primeiro enfrentamento que nós fizemos, né? Aqui, aí na ponta da serra. Foi segurar uma jangada com cento e vinte, e vinte e quaro toras de madeira, né? Que a gente se preparava para fazer a festa da, do final de ano de noventa e nove para dois mil. E a gente segurou. Foi daí dessa primeira luta que a gente descobriu, uh, o que se tinha por trás dessa, essa, região aqui na, com questão às terras.
Como é que foi segurar? Vocês fizeram o quê?

Nós, eh, nos aproximamos da jangada, né? Com os barcos e pedimos para o dono do empurrador parar, né? Para soltar a jangada. E jangada é um monte de toro de pau colado no outro através de um, de um cabo de aço, né? E aí o empurrador vai, vai E aí a gente disse que a partir daquela data estava, estava presa, a jangada, por nós. Aí perguntaram se tinha ordem de alguém. Não, a ordem aqui é nossa mesmo. E nós só vamos, eh, isso em noventa e né? Nós só vamos soltar depois que vem aqui Ministério Público Federal, Estadual, Capitania, Prefeito. Na época o que era vereador, né? E mandamos o empurrador embora e seguramos a jangada, para, trouxemos ela para cá, assim. Então assim, em noventa e nove, foi o primeira, o primeiro enfrentamento.
Mas e aí o que aconteceu? Explica mais essa história que...
Tá, aí nós trouxemos a jangada para cá, né? Aí como a gente estava organ, lá no, na ponta da serra, que é uma ponte chamada Fortaleza...hum.inha mais de duzentos homens trabalhando, né? Fazendo o barracão, porque a gente ia fazer lá a celebração, né? De final de, de século, né? É de ultrapassagem de noventa e A gente resolveu fazer lá, aí... E aí isso foi nove horas da manhã aqui no lago, né? Aí o que a gente pensou, olha, eh, daqui a pouco a polícia vai estar chegando aqui. E foi... A gente mandou buscar todo mundo para cá. Quando foi quatro horas da tarde chegou aí, seis policiais, né? O dono da madeira. E o prefeito na época era o, né? E dizendo que iam levar, mas só... Aí exigimos, né? A presença do Ministério Público, de todos, né? Para uma reunião aqui no da Polícia Federal. Aí passados oito dias depois, baixou todo mundo aqui para conversar conosco. Daí que nós fomos entender, de noventa e nove para cá, que nós não éramos donos dessas terras. Nós éramos donos de fato só, porque a gente mora, morava, né? E trabalhava aqui. Aí o Ministério Público, numa investigação bem... Né?ó, só, segura um pouquinho, só...